Por favor, você me fala o seu nome completo.

E onde é que você nasceu?

Que dia é que você nasceu? vinte e oito novembro. Tá.

E qual que é o nome dos seus pais?

E seus avós?

E qual era a atividade profissional dos seus pais?
O meu pai era pedreiro e minha mãe era dona de casa.
E dos seus avós, vocês se lembram?
Eu acho que todos eram... trabalhavam na roça, ah... tinham sítios.
Qual que é a origem da família? De onde seus avós vieram?
Olha, eu acho que tem um pouco de... da família do do meu pai, eram meio, tinha a ver com índios, hum... eram muito parecidos assim, com índios. E da minha mãe, o pai dela, acho que tinha a ver com português.

E você tem irmãos?

Tenho oito irmãos. Oito irmãos? Todos homens? Não, não, são três homens e o restante mulheres. Ah, então tem mais mulheres.

Vamos lembrar um pouquinho da sua infância. Eu queria que você contasse para gente como é que era a rua que você morava, o bairro.

Era bem legal o bairro, tinha muitas crianças assim da minha idade, brincava sobre... brincava dessas... que hoje não tem mais essas brincadeiras, brincar de roda, de... eh... academia assim na rua, que riscava.

Já são casados, têm filhos e tal, mas nunca perdemos o contato. E era bem legal. Eram umas amizades sinceras, assim, bem legal mesmo.
E o que você lembra da sua casa? Como é que era o cotidiano da família?
A minha casa também era legal. Eu sou a mais nova de de todos os irmãos, então... Eu era, <laughs> assim, bem paparicada, a gente era tipo uma família tradicional mesmo, tinha sempre festinhas, vinham os amigos das minhas irmãs fazer festinha em casa, e era uma família bem legal, bem gostosa mesmo.
E a sua mãe cuidava dos oito filhos?
Cuidava, viveu para isso, <laughs> só para cuidar dos filhos. Aí foram crescendo, foi vindo embora para para o Sul, trabalhar, outras foram casando e assim, família foi cada um para o lado. Hoje tem poucos, aqui somos em cinco, mas o contato é pouco, né, mas sempre conversamos.
Uhum, e você citou algumas brincadeiras, fala um pouquinho mais delas, quais eram as prediletas?
as, vamos dizer, tinha assim, o que chamava pega-pega, que era dividido de quantas pessoas, vamos dizer, oito pessoas de um lado e oito pessoas de outro. E a gente tinha que... botava um... Um objeto, assim, de um lado, ia ver quem pegava primeiro. Então, aquela pessoa que pegasse, a gente ia tentar pegar aquele objeto dessas pessoas. E isso era uma rua bem tranquila, não passava carros, nada. Tipo, a rua era nossa. À noite, assim, à tarde, às seis horas, a gente se divertia bastante. Era bem legal mesmo. E
E o que você lembra da cidade? Como é que era a cidade na sua infância?
Ah, era uma cidade tranquila, pacata. A gente gostava muito, assim, de... Ao redor tinha sítios, assim, com cachoeiras. Então, às vezes, a gente até mandava aula para ir para as cachoeiras, tomar banho de rio. Era muito, muito gostoso. E era bem, bem tranquila a cidade. Não tinha violência. E é uma cidade interior? É perto da capital?

O pessoal é lembrado pela festa junina lá.

Fala um pouco das tradições aí da cidade. O que você se lembra? é, É, a melhor época mesmo é a época de junho, que tem as festas de Santo Antônio, São Pedro, São João. Então, praticamente, a cidade para.

Para, porque todas essas festas e as férias lá em junho, porque todo mundo tem que se divertir, tem que curtir esse esse momento. Então, é uma das das festas bem tradicionais, vem gente de todos os lugares, é muito bom.
Descreve um pouco essas festas para a gente. O que tinha para comer, para dançar? Como é que era?
As comidas típicas eram canjica, pamonha, milho verde... E... tem as danças, quadrilha e forró também, são contratados cantores de outros estados, de outros lugares, então faz a maior festa. E todo mundo dan? Todo mundo dança, todo mundo se diverte. Tem fogos de artifício. No final chama-se giranda. Aqui são vários, aqui são nomes diferentes. São vários tipos de fogos. Então, ao terminar essa festa, isso vai tudo de uma vez. E é tradicional, porque todo mundo fica esperando esse momento, né, dos fogos. muito, muito, bonito.
Que interessante, né? Então, vamos falar um pouquinho da escola. Você começou a estudar quando?
Acho que quando eu fui para o para o grupo da escola eu tinha uns sete anos, porque eu aprendi mais em casa com as minhas irmãs mais velhas. Quando eu fui eu já sabia de alguma coisa, alfabetização e tal, aprendi mais em casa. Mas com sete anos eu fui para o grupo modelo, onde eu estudei primeiro. Com sete anos

Aí depois passei vários outros colégios lá. Dependendo do do ensino, você vai mudando de de escola, porque um é até a quarta série, o outro é até a oitava, primeiro grau, segundo grau, então cada um é um colégio, uhum.

E desse primeiro grupo escolar, o que você se lembra?
A professora...? A professora, eu lembro assim, era uma senhora bem... bem educada. Ela dava mais ensinamento assim do dia a dia de da pessoa ser do que de escola, de alfabetização. Ela era tipo uma mãezona assim para todo mundo. E tinha muitos alunos? Tinha, sim. Então, a maioria deles também eu já fui daí, já fui indo, sempre indo nas outras escolas, estava todo mundo junto, a maioria. Então, nesses ainda tenho tenho amizade sim, com eles. Então, era todo todo mundo para a mesma escola.
E você ia a pé para a escola? Era perto?
Era pertinho. tudo perto.
E você era boa aluna?
É, regular, <laughs> mas eu não gostava muito de estudar, eu ia mais pelas amizades, para brincar, assim, mas tinha que ir.
E quais lembranças mais marcantes, assim, você tem da escola, do período da escola?

É, talvez essas fugidinhas que eu falei, que a gente largava a aula e ia para o sítio, para as cachoeiras lá, de rio. Isso aí era era legal.
E os seus irmãos estudavam também?
Sim, mas eles já eram de uma idade... eram mais velhos que eu, então um já tinha terminado. Então, eles estudavam, mas não faziam parte. Era um colégio diferente. Como eu era mais nova, não estudei com nenhum, assim, nenhum colégio junto a eles.
Tá.

Você já tinha, você não tinha terminado a escola, né?

Quantos anos você tinha?
Eu tinha vinte, vinte e quatro. Eu decidi assim, porque lá, como era uma cidade pequena, não tinha... Além disso, de você estudar, não tinha muita coisa, perspectiva de vida. Então, não tinha trabalho e tal. Eu dependia do meu pai. Então, vi que ele já estava estava envelhecendo. Então, eu decidi ter minha vida. E tinha irmãos aqui, eles sempre me chamavam. Mas aí eu, aí decidi assim... E decidi num mês, no outro mesmo, já vi para não me arrepender depois.
E você tinha vinte anos? isso.

E você já tinha irmãos aqui?

Entendi.

Você falou da cachoeira, que vocês gostavam de de passear. O que mais vocês gostavam de fazer para se divertir, você e seus amigos?
Um tempo colocaram cinema na nossa cidade, que era coisa rara. E a gente ia na matinê, que era bem difícil, os pais deixaram, às vezes não tinha dinheiro e tal, mas eu juntava o dinheiro da semana inteira, pedia para o meu irmão, pedia para um, e eu sempre ia na matinê à tarde. Mesmo se meus amigos não fossem, aí, às vezes ia uma irmã comigo, um irmão, mas era outra coisa que eu gostava de fazer, ir no cinema. Tinha lá na cidade mesmo? Tinha, na cidade.
Você lembra dos filmes que você gostava? <laughs> Deixa eu ver.
Tem um que marcou assim, eu acho que foi o primeiro e tinha uma história. Era um filme italiano, chamava Deus Como Te Amo. Porque eu lembro que depois ficou comentado em casa, né, minhas irmãs comentando que o filme era isso. Então, marcou um pouco esse esse filme. Mas eu via mais de aventura, assim, a tarde era Tarzan, essas coisas assim. <laughs>
Ah, que legal, né?
E vocês praticavam esporte, jogavam bola? Às vezes é só na na escola, assim, aula de educação física. Mas só o básico mesmo, para desenvolver, era uma vez por semana só, era... É, jogava bola, normal, é. Não tinha muita coisa de esporte, não.

E como é que eram as roupas que vocês usavam?
Ah, <laughs> era de acordo com as roupas de todos os lugares, assim, né? Era uma cidade pequena, mas todo mundo era bem desenvolvido, mas usava mais uma bermudinha, saia, era normal. Calça comprida era meio difícil, <laughs> um jeans, porque era bem caro, né? Então, aí eu tinha uma irmã que era costureira, então minhas roupas eram sempre no auge.

E o calor também, né? é.
Muito calor, né, é. Bem bem quente lá. E os meninos? Os meninos usavam o quê? Os meninos eram sempre bermudas, na maioria das vezes. É, camiseta, normal. Usavam chapéu? Não, só quando era nessas festas típicas aí, usavam chapéu, né? Mas, normalmente, não. Um bonézinho, assim.

E... e namorado? Quer contar aí do primeiro?
O primeiro foi bem disputado. Todas as meninas queriam <laughs> Ele não estudava, já era bem mais mais ... velho, não. Assim, a diferença de idade em cinco anos. Ele estudava em outro colégio. E ele foi bem disputado. Então, ele tinha oficial, que não era eu, <laughs> Aí ele morava perto da minha casa, <laughs> então sempre, antes dele ir para casa da da outra, ele passava em casa diferente, mas não era uma coisa assim, eu gostava mais de me divertir, de, tipo, festinha, assim, do que ficar namorando sério, porque se namorar sério tem que... parar, ficar em casa e esquecer, tipo, os amigos. E eu tinha muitas amizades, então, mas essa pessoa foi assim que marcou mais. Durou muito, muito tempo. Até eu vir para cá. Que legal. E você falou de festinha, vocês tinham uns bailes assim? Tinha sim, tinha festinha que tinha, é, os bailes, tinha matinê também.
E onde é que era?

Então, a tarde era só para adolescente, né? Dos quatorze aos dezessete anos, mais ou menos. Aí minha irmã me deixava lá e ficava talvez namorando também, aí depois me pegava. Ou ia junto com várias amigas e amigos. Então... Mas nisso aí eu era liberada para ir paras festinhas.
É. E aí tocava as músicas, o pessoal? Sim...
Todos os tipos de músicas legais que hoje dá saudade, né? Que tem nada a ver mais essas músicas, mas... Era bem.

Vamos falar um pouco disso, então. Você decidiu vir, então, você comentou, você estava querendo suas coisas e tal.

Que diferenças você sentiu saindo...?

A diferença de início é assim, eu acho que as pessoas eram assim... Quando eu comecei a trabalhar, meio fria, não... Tinha uma coisa de amizade, era tipo, cada um por si, Deus para todos, né? E eu, às vezes, me sentia assim um pouco só, porque tinha minhas irmãs, mas as amizades eram muito difíceis ou também falta de tempo, né? A pessoa não tem aquele contato assim.

E chegando aqui, você foi morar onde?

Acho que é Zona Sul. Fiquei lá no máximo, acho que seis meses só. Aí... eu achava assim, muito muito distante, que eu já estava trabalhando no centro. Então, como eu tinha outra irmã aqui, a gente conversou, eu vim morar com ela. E com essa que eu estou morando com ela até hoje. Então, aqui no centro, é bem mais fácil de conseguir emprego, não tem trânsito, essas coisas, é mais rápido as coisas.
E onde é que é que você mora agora?

Então, e você chegou aqui e já foi procurar emprego.

Eu não fui procurar, porque minha irmã tinha conhecimentos, assim, então já já me indicaram direto para um lugar. O primeiro emprego foi em uma loja de sapatos na rua Pamplona. E eu achei, assim, um pouco diferente, porque a mulher era italiana. Tive dificuldade também, alguma coisa para conversar com ela. Ela não falava bem o português, então fiquei um pouco perdida. Mas eu achava legal, era diferente. Então, fiquei lá acho que um ano, aí mudei, fui trabalhar no salão na mesma rua, no salão de cabeleireiro. Fiquei lá bastante tempo, acho que oito anos. Aí depois comecei a trabalhar em restaurante. E atualmente estou trabalhando em restaurante.

Então vamos voltar um pouquinho na na loja de sapatos. <laughs> Era loja de sapatos de mulher?

E era uma loja chique, assim? Como é que era?
Não era chique.

Tipo assim, meio que antiga, decoração, aquelas coisas da Europa. Esse tipo de sapato também era mais ou menos europeu, bem, bem diferente. Meio clássico. É, nesse sentido aí, bem clássico. E como é que eram os clientes? Os clientes eram todas, <laughs> eram sempre chiques, elegantes. Tem umas que depois eu passei a conhecer no salão que eu trabalhava, elas... Depois eu vi que elas iam lá também. Então, Jardins ali é um bairro chique, né? Você vai no salão, vai na loja, vai no... Então, pessoas mais ou menos conhecidas ali do mesmo lugar.
Tá, e aí no salão você começou logo depois, é, então ficou um ano lá.
Isso, aí passei para o salão de cabeleireiro. Também era amigo da minha irmã. Sempre indicação, né? Porque como eu não tinha experiência nenhuma, nunca tinha trabalhado antes de vir para cá, então, ficava sempre alguém que conhece e tal. E daí a gente vai aprendendo. Como é que era o trabalho no salão? O que você fazia? Eu comecei como... ajudante geral, fazia tudo. Varria, ajudava, lavava o cabelo e tal. E depois eu passei para recepção só. Então, ali eu cobrava, conversava com as clientes, atendia o telefone e tinha conhecimento assim de tudo. Se precisasse de mim, eu estava ali em qualquer lugar.
E você gostava desse trabalho no salão?
Eu gostava porque não era uma rotina assim, sempre todos os dias vinha pessoas diferentes, tinha coisa diferente e tal. Um dia era corrido, outro dia mais tranquilo. Eu gostava de trabalhar lá. Era muito legal. Conhecia muita gente até de televisão, que eu achava que era coisa do outro mundo, ver artista e tal <laughs> E lá eu vi vários vários artistas lá. Como pessoa normal, né, uhum. Então, é legal. Certo.
E aí, depois do salão, você ficou oito anos lá?
É. Fiquei oito anos. Aí, quando eu comecei a trabalhar em restaurante. Que era... foi de um amigo meu. Eles estavam começando. Nem eles tinham experiência e eu muito menos.

Era todo mundo igual. Aí lá não deu certo, a administração foi falha também. <laughs> Mas eu comecei a gostar desse ramo, então procurei por mim mesma um um lugar, trabalhar assim com comida, com essas coisas, eu comecei a gostar. Aí, depois saí de lá, trabalhei em outro dois anos e meio, que era perto da minha casa, restaurante.

Que é um café, né? é. É. É café bistrô, né?

Fui cobria as férias de uma pessoa. Fiquei um mês só. Mas conhecia pouca coisa da Vila.

E aí, então, você gostou de trabalhar com restaurante?
Uhum.
É uma coisa bem... É legal trabalhar em restauran Então, eu falava, eu acho que nunca tinha um... Muita gente, ah, eu sou profissional, sei disso. Eu falava, não tem uma profissão. Eu falo, hoje em dia eu tenho uma profissão de restaurante, posso trabalhar na cozinha, posso trabalhar como garçonete, como qualquer coisa que eu sei que eu vou me dar bem. Então, é uma coisa que passei a gostar. Conhecia, né?

E você acha que teve alguma influência para você gostar de restaurante? Ou foi uma coisa que você descobriu mesmo?
Não, acho que eu descobri mesmo.
E você lembra do seu primeiro dia que você trabalhou num restaurante?
Não lembro. Talvez das dificuldades <laughs> que eu tive, mas o primeiro assim... Não.
Quais foram as dificuldades que você teve?
Ah, porque tem que ter muito contato com o público, né? Então, essas coisas. E a a dona, ela sempre falava, tem que conversar e eu sou tímida. Então, para conhecer a pessoa, conversar, perguntar o que quer, tal, um monte de coisa. E eu não tinha conhecimento, então essa foi a minha dificuldade. Mas depois, com o tempo, aí já dribla tudo. passa a conhecer a pessoa, saber do que ela quer, do que gosta, então a dificuldade já era.
E hoje você trabalha como garçone? Garçonete. E como é que é esse trabalho de garçon?
É legal por isso mesmo, porque você, eu já tive outras experiências, então você já sabe o que tem que falar, o que tem que conversar com a pessoa, deixa-la sentir-se bem. Então, dependendo da pessoa, a gente também fica confortável. é um contato direto com a pessoa.
E você chegou a fazer algum curso nessa área?
Não, ainda não, mas pretendo. Tem vontade? uhum. Pretendo, sim.

É. Como é que foi isso? Porque... Faltava, eu lá, faltava um ano só para terminar. Aí eu decidi fazer supletivo que foi assim, rapidinho, né? Em um ano terminei dois anos, vamos dizer.

Aí uma amiga me indicou e eu fui, em um ano mesmo terminei. Foi rapidinho. E você chegou a estudar depois disso? Fazer algum outro curso? Não, não. Ainda não deu. Tempinho livre eu pretendo estudar alguma coisa. Não sei se sobre restaurante, aham, ou não sei.

Então, vamos falar um pouquinho mais do seu cotidiano de trabalho. Você já falou como é que você faz, o que você faz. É, você tem que usar algum uniforme para trabalhar? sim
Sim, tenho, sim. E esse esse uniforme de agora é bem diferente.

Tipo, tem umas frases, a gente usa umas frases, tipo, pergunta. É, chegar um cliente, querer ficar mais à vontade, também vai perguntar sobre aquela frase. A gente usa também o nosso nome, que antes de não usar, a pessoa já te trata, tipo assim, uma intimidade.

É bem legal. Precisa perguntar aí como o seu nome, tal.

É, é isso, é diferente de todos os que eu já usei
E que tipo de frase que é? Você lembra de alguma? De algumas, é. Deixa eu ver.
Ai, agora me pegou. <laughs>

Esqueci.
Bom, tudo bem, não tem problema.

Eu acho que eu dividi. Dei uma parte para minha irmã <laughs> e a outra eu fui comprar o que eu estava precisando, tipo roupa e tal. Minha primeira compra, né? Dinheiro é, é marcante. É, é. Suor do seu rosto.

A cidade enorme, né? Parece que te engole assim, você vai para todos os lados. Eu pensava que era tudo parecido, ruas, porque tudo igual, aqueles prédios enormes. Estou acostumada com casinhas e tal.

Muito bom mesmo.

Ah, gosto de andar mesmo. Vê lojas, ou ir no cinema. Shopping, mais ou menos. Só vou se for para comprar algo, mas para ficar andando lá, não gosto. Gosto de ver as pessoas também, pessoas diferentes. Você olha, você imagina, nossa, aquela pessoa deve ser de tal lugar, não sei onde. Fico imaginando assim.

E o que você faz para se divertir além de...

O que dá tempo de fazer?
Ultimamente está meio corrido, mas gosto assim de ir para casa dos amigos, marcar, ligar, ah, vamos fazer um churrasco, juntar várias pessoas, assim, um domingo.

Antes eu tinha tempo, ia no teatro, ia... aqui tem vários perto da minha casa, mas agora só tem o domingo, então aproveitar, ficar com a família, os amigos, pouco tempo agora. E gosto de fazer um pouco de tudo, tem que ter um pouco de tempo também. É que você trabalha, então, você só folga no domingo? Só no domingo.
Qual que é o horário de trabalho seu?
O horário lá é meio complicado, porque ainda está novo, não está decidido. Passo toda semana, mudo, às vezes eu entro de manhã, saio às duas, ou entro às duas, só saio às onze, então não está nada definido ainda. Então é por isso que eu estou sem tempo para muita coisa, né? Não tenho como decidir ainda. E quantas pessoas trabalham lá? Lá... deixa eu ver... Somos em nove, nove pessoas. E faz pouco tempo, né? É, faz pouco tempo. Um mês e meio que abriu.

ãh... Você quer perguntar alguma coisa?

O que você gosta do
Ah, eu acho que porque tem de tudo um pouquinho, tem tudo perto, assim. Então, tem dificuldade para onde eu vou, vou a pé, não gosto de, não dá para ir de ônibus também, fica com a outra mão, então eu quero ir de cinema, vou a pé. Vou comprar algo, vou a pé, vou no mercado, tudo pertinho. Então, eu acho que é um bairro que tem tudo, assim, sem precisar de se distanciar. E tem um pouquinho acho que do interior, as pessoas são... se conhecem assim, porque tem um bar perto de casa, todo domingo as pessoas descem como se já conhecessem há muito tempo. Então tem uma coisa de amizade ali próximo, as pessoas do prédio também.
E mais pessoas da sua família vieram para cá?
Sim, tem os meus irmãos.

Eu voltei em noventa Um ano depois que a minha mãe faleceu, eu voltei lá. Aí não não voltei mais. E foi estranho voltar para sua casa? Foi muito estranho. Tipo, aquela casa que era cheia, muita muita gente e tal, de repente você entra e procura as pessoas, tudo tudo Na época eu só morava meu pai, minha irmã mais velha e o filho dela. Então, foi bem estranho. Talvez por isso que eu nem pensei em voltar mais.

Certo. E...

Falo, assim, de família. Eu sou muito família, então... Qualquer coisa que aconteça, eu procuro sempre estar com as minhas irmãs, tal, conversar. E... Acho que é isso, não tem... Bem... Está certo.
Quer perguntar mais alguma coisa?

Sim, tem pessoa que eu trabalhei no salão, que é meu amigo até hoje. A gente sempre conversa... Mas tem outros de outros estados também. Tem vários amigos, assim.
Você tem uma história engraçada, assim, de quando você conheceu um jovem que você amava?
Não, engraçada, não.

em torno de família, né, e... Como eu sou a mais nova, só que eu não tenho filho. Então, acho que eu sou mais tia. Esses dias nasceu uma sobrinha minha, que não era para ela para vir. Minha irmã, o filho dela, ela tem um só, Ela nasceu em junho agora e transformou, assim, um pouco a rotina da da família. E está sendo, assim, para gente foi uma coisa bem bem legal. Diferente. Ela já tinha um filho de vinte É. Tanto que casou agora. Então, no caso, ela e meu cunhado iam ficar só, os dois.

E foi uma coisa bem marcante.
Essa irmã que mora com você?
Não, essa eu morei com ela no início, quando eu vim para cá.
E você pretende ter filhos?
Não, agora acho que mais não. <laughs> Já passou <laughs> da da época. Cuidar da dos sobrinhos agora, sobrinhos netos e tal. Certo.
E o que você achou de dar esse depoimento?
Ah, por ser que era mais difícil, <laughs> mas... Me deixaram à vontade.

Então, está bom. Posso encerrar?